E para isso eu queria que você falasse primeiro o seu nome completo, onde você nasceu, qual a data do seu nascimento.

Uhum, é, esse é o seu nome completo, mas...

Como que é o nome dos seus pais? Conta um pouco sobre os seus

O que que seus pais
O meu pai era professor na escola industrial e a minha mãe era tra eh trabalhava em casa, uhum, cuidava da casa e de mim.
Daí seu pai é da Itália e sua mãe é da Espanha.
Da Espanha, sim. Como
Sabe como eles se conheceram?
Se conheceram na Argentina. Se conheceram na Argentina, na época que eles vieram para a Argentina, eh em realidade era uma coisa meio doida, não? porque a Europa estava passando por momentos difíceis, famílias grandes, e então a minha mãe veio da Espanha, acompanhada de navio. Não Naquela época de navio. Veio acompanhada por uma família conhecida para trabalhar na Argentina com treze anos. Com treze anos. Coisa que hoje seria uma verdadeira loucura, não? Mas isso já se fazia naquela época por necessidade. E meu pai saiu da Itália com dezessete anos. Também à procura do dourado. Falava que na América do Sul, na Argentina, no caso, você ganhava muito dinheiro. E aí, entre uma coisa e outra, se reencontraram no sul da Argentina, na Patagônia, e casaram Aí, oh, <laughs> apareci eu. Eh
Então, eles começaram a família na Argentina.
Na Argentina, sim. E
E você é o único filho?
Não, eu tenho uma Uhum. Uma irmã.
E quem que
Também nascida na... Ela.

Para me azucrinar na vida.
E como que era?
eu e uma família pequena. Eram meus pais, já falecidos, e a minha irmã e eu.
E como que era a sua infância?
A minha infância foi uma infância realmente comum, digamos, classe média, eh estudando, eh às vezes apanhando, aprontava, mas este é normal de uma criança de um lar, digamos assim, religioso, porque são a minha família é protestante, este sempre frequentei a igreja, A minha mãe disse que, mesmo na barriga da minha mãe, eu já frequentava a igreja. E este, quer dizer, fui criado rigidamente, com uma educação muito linear, de respeito aos pais e todas essas coisas. Digamos, talvez se pode dizer um pouco antiga. Mas eu acredito que foi muito bom. Foi muito bom porque eh o aprendido naquela época eu levo até o dia de hoje. A gente não pode esquecer essas coisas.
E você cresceu em Bahia Blanca?
Cresci em Bahia Blanca eh estudando, logicamente. Eu Meus pais me inclinavam para certos estudos que eu me debatiam um pouco porque eles me colocaram em uma escola particular de inglês e eu sem falar nada para eles eu troquei para a Escola de Belas Artes.
<laughs> Então, espera um pouquinho. Antes de você entrar nessa história, deixa eu só eh voltar um pouquinho para a Bahía Blanca, para a sua infância. Sim Como que era lá? Descreve um pouco para a gente lá.
Baía Blanca é uma cidade portuária, uhum, bem ao sul da Argentina. Muito frio, inverno violento, eh muita geada, muita neve. Mas isso nunca impedia, porque logicamente a gente nasceu aí, vive aí, convive aí, então a neve nunca foi obstáculo nenhum. Não é? É uma cidade portuária, como eu falei para você, de porte médio, importante na Argentina porque é um dos portos maiores de carga comercial. não é é este porto de passageiros. De passageiros é Buenos Aires, mas de carga é Bahía Blanca, tá. Então, realmente foi uma coisa muito comum a minha a minha criação lá.
Você tem alguma alguma lembrança mais específica de quando você era bem pequeno, em família ou com os amigos?
É, és uma lembrança realmente, me re me lembro muito bem eh aquelas coisas aquelas, eh digamos assim, crianças que moravam por perto, que a gente brincava, minha primeira bicicleta. Aqueles brinquedos que não eram os de hoje, não? Uhum. Eram brinquedos muito mais simples. Assim, de história mesmo, eu me lembro uma que até o dia de hoje eu até morro de rir, porque meu pai me levou até a praça, como toda cidade tem a sua praça central, e a minha casa era um pouquinho afastada, mas não muito longe, dava para ir a pé. Mas, segundo eles me falam, eu acho que deveria ter uns três a quatro anos apenas. E meu pai ficou conversando com um amigo deles e eu me distraí e fui-me embora. E meu pai ficou na praça enlouquecido procurando-me e eu já estava a caminho da minha casa. E fui, fui, fui e cheguei na minha casa.
E o pai ficou na
Meu pai quase que apanha da minha mãe <laughs> quando voltou.
Entendi. Eh
Quer dizer que já naquela época já fugia.
E os amigos, a irmã, como que era isso?
A minha irmã, por ser justamente, como eu te falei, uma coisa muito, digamos, muito rígida, ela por ser dois anos maior que eu, ela que comandava. E eu que levava cascudo. E isso até o dia de hoje. Ela acha que ela é ela não casou, então ela me terminou adotando.

como que foi eh o início na escola?
A escola foi normal, foi normal. Fiz o primário e o secundário e ingressei para para este medicina. Mas acontece de que já em nesse meio termo eu já estava frequentando há muitos anos a escola de Belas Artes. Uhum
Como que funciona o o a escola lá, você que você estava contando um pouquinho, que é um pouco diferente daqui, né?
Bom, é primário seis anos e secundário, uhum, mais seis anos para entrar na universidade.
Você estudava em escola particular lá?
Existia, mas muito pouco.
Entendi.
Porque, em realidade, a educação na Argentina, não falo de hoje, mas em naquela época, década de... cinquenta, era muito boa.

Como eu acredito que aqui deve deveria ter sido também. Depois é, atualmente está toda meio deturpada, entraram as escolas eh particulares, aí tomaram um status maior e. Então, as escolas particulares, uma que o dinheiro naquela época não dava, mas tinha muito poucas escolas particulares.
E como que se dá essa coisa das belas artes e do inglês, então?
Então, eu deixei o inglês e comecei a fazer belas artes. Porque você tinha que fazer uma... Escola de belas artes, exatamente, porque eu gostava de pintura. Eu sempre tive essa tendência de de de de coisa artística. E E depois descobriram de que eu estava na escola de belas artes. Mas coincidiu isso e já em uma época... que eu estava meio rebelde. Eu queria fazer o que eu queria e não o que ele me mandava. Então aí eu deixei, digamos, o o a a medicina e me dediquei totalmente à Escola de Belas Artes. Eu tenho onze anos da Escola de Belas Artes. E aí foi que existiu um concurso logo, acho que com quatro anos da Escola de Belas Artes, quatro ou cinco anos, teve um concurso onde participaram vários pintores conhecidos, já de renome, principiantes, etc. E dali eu tirei o primeiro prêmio. Então aí a família toda balançou. Com isso, eu tinha uns amigos que o pai deles era diretor de teatro. E naquela época se fazia teatro, logicamente, não existia televisão. Mas se fazia radioteatro.
Com quantos anos você estava nessa época?
Desculpa, que idade?

E se fazia rádio teatro. E de brincadeira o pai dele disse, você não quer fazer trabalhar na rádio? Eu digo, sim. Aí fiz um teste com ele e disse, então, vamos ensaiar amanhã. E eu, mudo na minha casa, fui para a para a rádio.

de Nápoles, era professora de pintura.

Há duas sílabas trocadas. Hum

Desde os catorze anos.
E aí comecei a fazer radioteatro. Já naquela época eu tinha uma voz completamente fora da idade. Eu tinha uma voz grave, como tenho uma voz impostada. Naturalmente eu tinha isso. Na minha casa escutavam a novela no rádio. Mas não descobriram no começo quem era. Eu ia no rádio, fazia a novela e voltava. Até que depois, as novelas, quando estavam terminando, as novelas, quando estavam terminando, iam ao teatro. Eram representadas. Se se se reduzia a peça e se fazia a história reduzida. Então, os ouvintes queriam saber como terminava a novela. Iam ao teatro. Porque no teatro tinha o final da novela. Quando eu fiz isso, já estavam sabendo eles que estava fazendo rádio, eu levei os ingressos para eles. Aí eles... me falaram que não iriam. Para mim foi uma decepção muito grande. Mas antes de começar, abri a cortina assim, o local onde estavam os ingressos numerados, e estavam sentados.

Aí continuei. Fiz tudo o que tinha que fazer em Bahia Blanca. Rádio teatro, teatro, dança, que fazia folclore. Foi a primeira saída saída minha da Argentina para o exterior. Existe um pianista argentino que se chama Ariel Ramírez, famoso no mundo inteiro. Ele que eh eh compôs a Missa Criolla, Missa Gaúcha, que seria. É maravilhosa. Se vocês gostam de música, procurem Missa Gaúcha de Ariel Ramírez. É fantástica. És emocionante. E eu dançava folclore. Ele foi fazer um concerto no Paraguai. E como eu dançava folclore, me convidou. Necessitava um casal. E eu fui pela primeira vez para o exterior com dezessete anos a dançar no Então... Já tinha feito tudo em Bahia Blanca e eu tinha que partir para alguma coisa maior. Fui para Buenos Aires. Em Buenos Aires, imediatamente eu entrei no teatro.
Isso com dezessete anos?
Não, já tinha... Já tinha...
dezoito. E onde que entra o seu primeiro ano de medicina?
Justamente em na é em na época que eu estava fazendo eh, como se chama eh, pintura.
Ah tá, mesmo bem novinho mesmo.

Eu estava fazendo pintura, porque lá o que acontece é o seguinte, Os secun o o secundário, você não necessita, são seis anos, mas você não necessita cursar ano a ano. Então eu fiz, frequentava primeiro ano e de noite eu estudava o segundo.

Então, porque aqui a gente estuda até os dezessete anos e daí escolhe a carreira, sabe? Então, é daí vai fazer medicina, daí vai fazer uma especialização, né?
É, lá são doze anos, uhum, primeiro.
Mas daí você já vai indo para uma área que você
Sim, porque o secundário tem o lado comercial e o outro lado que é medicina, engenharia, essas coisas.
Ah, entendi.

Mas eu terminei cursando seis anos em treze.
Por que você fez junto?
Porque eu fazia dois de dois em dois.
Em Belas Artes, daí?
Não, em escola secundária.

E fazia, eh como se chama este, Belas Artes. Então, aí, com dezoito, mais ou menos, fui para Buenos Aires. Aí entrei, continuei fazendo radioteatro. mas aí já era em rádio nacional. Era transmissão nacional.
Então, já... E como é que foi isso? Você se mudou para Buenos Aires?
Eu me mudei, eu fui.
E como que foi essa coisa? A minha família ficou lá. É, então, mas como que foi essa coisa de sair de
para ir para Buenos Aires? Ah, bom, meu pai me deu um dinheiro xis e me disse, olha, passagem, dois meses para você passar lá em Buenos Aires. Se você não conseguir nada, eu te mando passagem de volta, mas depois você não volta mais. Então, eu me tive que virar nesses dois meses. A prova está que, por exemplo, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar em um escritório. Passei por um teatro e vi que tinha um teste. Aí fui ao escritório e disse que tinha que ir ao dentista. Aí me de me permitiram ir, fui a fazer o teste. O teste foi um desastre. Desastre.

e o coreógrafo que estava fazendo o teste me viu e me disse, olha, disse você está muito nervoso. Realmente eu estava nervoso porque era uma cartada. Então me disse, volta amanhã a fazer o teste. Aí voltei para o escritório e pedi mais um dia. Me disse, não, não podemos dar dois dias seguidos assim. Eu então eu saio, pedi demissão e fui me embora. E no dia seguinte eu fui fazer o teste e entrei. Quer dizer, a partir de aí já estava no teatro que era São Paulo, Rio, Buenos Aires. Aí trabalhei mais ou menos uns oito meses.

Eu estava trabalhando e recebi um cartão convidando-me para jantar depois do espetáculo. Quando o pessoal do teatro viu, eu disse, quem é? Eu não conheço.

Nossa! É um empresário famoso do Rio de Janeiro, de Brasil. Aí eu fui, logicamente. O cara disse, você não queria trabalhar no meu teatro, no Rio de Janeiro?

Oito meses depois de estar em Buenos Aires, vim para o Rio de Janeiro.

Então, é... como... E na época áurea dos grandes teatros de revista.
Então, assim, isso foi um um geralzão de da sua trajetória até chegar até o até o Brasil. Até o Brasil. Com que idade você chegou ao Brasil?

Sessenta. Tá. Mil novecentos e sessenta. E como...
Como... Relembra um pouco, então, para mim, como que era esse grupo de dança de folclore, primeiro lá em Bahia Blanca, e daí depois, como que era, o que que era diferente na hora que você foi para Buenos Aires...
Diferenças, diferenças não tinha, logicamente. Tinha aquele lado mais profissional.
Alguém alguém de Bahia Blanca foi com você para... Não.

Em realidade, quando eu fui para Buenos Aires, <coughs> eu tinha tios lá em Buenos Aires. Então, por isso que me deixaram mais que nada ir para lá, por causa de que tinha pelo menos alguma pessoa, algum familiar. Mas aí eu fiz bastante coisa em em em Buenos Aires. Eu fiz a primeira fotonovela na Argentina, em esses oito meses que eu estive. em uma revista famosa, feminina, não? Uhum. Uma fotonovela que durou acho que uns quatro meses. Foi a primeira fotonovela. Fui como protagonista. <coughs> Eu queria fazer muita coisa. Eu vivi muito acelerado.
Então você chegou a ser um astro em Buenos Aires, né? Para ser o protagonista da da
fotonovela. Da primeira fotonovela, sim.
Foi. E como que era isso na cidade, conviver com as pessoas?
Eh eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito.

Eu estava constantemente ensaiando aqui, ensaiando lá. Eu fazia tele eh televisão. Não, televisão não tinha. Eh eu fazia teatro, eu fazia boate, eu fazia eh comerciais. Muita coisa.

E como que era essa rotina de trabalho, eh essa equipe de trabalho, eh essa esse pique diferente daí de trabalhar o tempo todo?
com... Ah, eu estava... era um pato na lagoa. Para mim era era sopa, compreende? Especialmente, olha, não tem nada melhor. do que você trabalhar, seja assim, em em em eh feito um escravo, em uma coisa que você adora. Porque vou te dizer uma coisa, dificilmente uma pessoa comum, não digo normal, porque eu me acho normal, não? mas uma pessoa comum, enfrente um trabalho de artista em televisão, cinema, o que for,

Acha que todo mundo está assim. Você não tem horário para comer, não tem horário para dormir. Se você está doente, tem que trabalhar igual.
Sorrindo ainda.
Você pode estar triste, tem que estar sorrindo. Então, quer dizer, não é nada agradável para uma pessoa que não gosta do métier. Então, foi isso. Eu me casei na Argentina e quando eu vim para para o Rio de Janeiro, eu já vim com a minha mulher.
Ah, então conta sobre isso. Como foi? Então... Onde você conheceu ela?
No teatro também.
Como que eram os seus amigos no teatro? Você tinha muitos amigos? <coughs>
Se tinha muito? O ambiente de teatro é sempre. compreende? todos são amigos, todo mundo se critica, todo mundo faz fuxico, todo mundo... É assim, compreende? É uma farándula. Um verdadeiro carnaval, mas eu gosto desse carnaval. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, era aquela coisa que, digamos, o teatro do Walter Pinto foi o último teatro que teve de revista. A figura principal lá era Oscarito. E eu era o primeiro bailarino. Eh

Quando estreei no Walter Pinto,

Era uma boate fantástica.

E aí fui que eu conheci, que trabalhava, inclusive tinha um camarim junto comigo, grande hotel. E

muitos artistas. E era frequentado por gente da alta. Inclusive, as quintas-feiras, quem estava lá era o ex-presidente Jean Goulart. Ia sempre todas as quintas-feiras. Porque o Rio, naquela época, tinha uma modalidade que as quintas-feiras <coughs> as boates abriam de tarde E os teatros tinham um espectáculo de tarde, às quintas-feiras. Mas não é como hoje, o teatro. Lá se trabalhava o único dia de folga, era segunda-feira. Era terça, quarta, quinta, duas, doze espectáculos. Sexta-feira, dois espetáculos. Sábado, três espetáculos. E domingo, três. Assim que se trabalhava lá.
Haja pique, né?

Esse espetáculo durou um ano no em no Rio de Janeiro e veio para aqui, para o Teatro Paramon, também uma temporada de seis meses.
E qual que era esse espetáculo?

Como como que era o espetáculo?
Teatro de revista. Hum. Teatro de revista.

Ah, maravilhoso. pessoas São pessoas fantásticas, compreende? Pessoas fantásticas. Porque a imagem que se tem do artista és uma. Mas, na realidade, o artista não é nada menos ou igual a vocês, compreende? Só que tem uma profissão diferente. Eu vou te dizer uma coisa, assim, dando uma corrida, mais ou menos. Pessoas que eu trabalhei no Brasil e fora do Brasil.

Um cantante italiano que eh canta... E então, esse.

É um cubano que tinha uma orquestra famosa, mais que nada em Hollywood. que ele sempre estava vestido de terno branco e ele tinha um cachorrinho que botava no bolso, um chihuahua assim, uhum, desse tamanho. E quando ele tocava o piano, o cachorrinho ficava em cima do piano. Esse era famoso por causa disso.

Shubi Shekhar foi quem eh inventou ou lançou o Twist.

Todo americano.

Sabe quem é esse?

um corpo escultural, em Europa, na França especialmente, trabalhava, mas eu cheguei a trabalhar aqui, que usava bananas e aqui também, só, completamente nua. Famosíssima, é uma figura assim, tipo Piaf, digamos. Mais ou menos com com isso que eu trabalhei toda a minha vida. Então, então vamos
seguir. Na hora que eh Quando você estava trabalhando no Rio de Janeiro, você estava com que idade? <coughs>
Olha, esse problema de idade ficou meio meio assim embolado na minha cabeça, porque para mim datas são muito difíceis. Hum Idade para mim não significa nada.

Porque se idade representasse alguma coisa para mim, eu não tivesse feito muita coisa que fiz. Eu me sentiria ridículo.
Então, vamos continuar apenas, então.
Exatamente. Bom, Rio de Janeiro eu fiz.

Aquelas chanchadas de carnaval, de coisas assim. Fiz cinema lá. Me convidaram para vir para São Paulo.

e tal.

E aí se montou esse grande

Quer dizer, já veio o o pessoal que trabalhava comigo. Fizemos, estreamos um Copacabana Palace no Golden Room e depois vimos aqui para o Teatro Record. Ãh

Fui para o Rio de Janeiro a fazer um teste e fiz My Fair Lady.

Fiquei um ano no Rio de Janeiro e mais um ano em no Teatro Paramão aqui. Isso eu já estava contratado pela Record e trabalhava na Tupi. Porque no Rio de Janeiro eu fazia televisão na Tupi, que era um cassino da Urca. E no e na Continental, tê vê Continental, que terminou desaparecendo. Não existia Globo, não existia nada disso. E
Como, deixa eu perguntar, como que foi essa transição com a televisão? Essa O início da tê vê e trabalhar na televisão?
Porque todos os canais de televisão tinham um corpo de ballet próprio. Todas as televisões. Não é como é hoje. O ballet sempre teve um grande destaque dentro da televisão.

Eram todos espetáculos que iam se apresentavam em televisão, mas faziam uma temporada no teatro, que eles cobravam ingressos e você as pessoas iam ao teatro. E era um grande show, onde a gente fazia uma grande abertura.

Quando ela ia trocar de roupa, a gente fazia show, fazíamos um final. Aqueles shows que existem em Las Vegas, existem claro, um pouco menor, não é? Mas mais ou menos é nesses padrões. Eu eu Eu acho, eu fico nervoso de ver justamente coisas muito interessantes que poderiam estar até o dia de hoje e e privam a vocês de conhecer essas coisas. Porque, por exemplo, o teatro musical se conhece pouco, a não ser agora que apareceram. Mas eu... Em que ano foi? Acho que foi

Se tentou fazer um outro musical seguindo, depois de dois anos, não tinha artista para fazer. Artista que cantasse, dançasse e representasse. O teatro de revista saiu de circulação. E era grande show em Paris. Lido de Paris, Cassino de Paris, Folie Verger, até o dia de hoje. Buenos Aires também. O Brasil, quando muda, mata alguma coisa. Quando vai mudar, diz, vamos ser modernos. Então, tá, mata alguém e pronto. Agora somos modernos porque aquela pessoa que era velha já não existe mais. Porque você vê teatro, logicamente, a condição monetária eh do Brasil em si, não tem dinheiro para ir ao teatro. Os preços que estão cobrando os teatros és um verdadeiro absurdo. Compreende? Que não é para o povo, é para uma elite. E por conseguinte fazem três, quatro espetáculos e tem que fechar porque não tem mais ninguém que vai. Mas, antigamente tinha. Ou a pessoa tinha mais dinheiro, o povão, ou os preços eram mais acessíveis. Essa é a verdade. Mas eh, voltando, fiz My Fair Lady. e que foi hum maravilhoso. Logo depois, me convidaram. A minha vida sempre foi de oportunidades. Eu tive muita sorte, claro. Eu acredito, não quero jogar confete em cima de mim, mas eu acredito que tinha condições também, porque senão não poderia ter ido à frente. Mas quando eu me proponho uma coisa, eu tenho uma coisa na minha cabeça, uma força mental, que eu fico vinte e quatro horas pensando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.

Então, nunca parei, nunca tive férias. Sempre emendava as coisas de um de uma coisa para a outra, de uma coisa para a outra. Naquela época existia, agora me lembrei de outra coisa, eu trabalhava na Tupi como bailarino e a gente fazia concertos matinais da Mercedes Benz.

Eram concertos, uhum, de dança, música clássica, ou con ou tinha ballet e orquestra sinfônica, <coughs> ou só ballet, coisas pelo estilo. Era feito no teatro municipal e transmitido diretamente para a televisão. Dez horas da manhã, domingo. Portas abertas de graça para todo mundo. Um programa de televisão. Quer dizer, interessante, não é? Coisa que hoje em dia não tem. Coisas desse tipo. Quando fazem, fazem fechado, não vão para a televisão. E quando fazem para a televisão, é qualquer nota, não? Ou cobram. Então essas coisas, eu acho que eh o povo perde, termina

Está piscando, não? É que faltam dois minutos para terminar a fita.
então é suicídio aí depois disso <laughs> bom mas mas é é que eu tenho muita curiosidade em relação a isso como que era esse essa coisa da televisão assim os estúdios ah os estúdios, é, eh gravação
Não tinha videotape, era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo. É. <laughs> Você chegava de manhã Você chegava de manhã para ensaiar. Você passava pelo guarda-roupa, você ensaiava, câmera aberta, ensa ense você ensaiava com câmera aberta, câmeras monstruosas de grande.

Eu refaço a pergunta daí, está bom? Gravando. Bom
estú os estúdios eram muito eh limitados. Eh Às vezes tinha um estúdio e e e tinha um cenário e no comercial tinha que mudar o cenário e entrar o outro porque entrava outro programa. Existia um programa famoso no Rio de Janeiro que se chamava Câmara eram geralmente obras, peças de teatro, assim, de mistério, coisas assim, meio sobrenatural, coisas desse tipo. Se trabalhava com uma câmera só. Uma câmera só. Não tinha cortes. E ao vivo. Era só chicotes, era detalhes, coisas, e a lente mudando no ar. Quero dizer, era muito artesanal essas coisas, compreende? Você botava uma roupa e, quando menos se cuidava, a manga descosturava e você tinha que inventar uma posição para que não vejam o que estava acontecendo, compreende? ou gente que passava por trás, coisas desse tipo. Quer dizer, tem muita coisa de folclore em cima de tudo isso, compreende?
E você disse que tem histórias muito boas.
Ah, tem histórias mil de de de desastres.
Você lembra de uma, assim? <coughs>
Lembrar-me, me lembro. Eu fazia um um um pequeno programa na tê vê Record com uma bailarina e tinha uma parte de poesia e a gente ilustrava com balé clássico. Mas uma coisa muito muito eh sintética, muito compacta, porque também o espaço era compacto. Era um canto de um estúdio para fazer isso. Então, eu me lembro que a gente tinha inventado uma coreografia, mas não se preocupou muito com o espaço. Aí, quando ela veio para pular, eu não peguei a ela e ela bateu com a cabeça na câmera. E se patifou no chão. Então, tem tem coisas engraçadas que você tem que resolver depois, porque está no ar. Se vire como você puder, tem uma história de uma apresentadora que fazia publicidade de Coca-Cola. Eh Essa apresentadora pegava a Coca-Cola, bebia e dizia, a Coca-Cola é uma delícia, bem geladinha. E cortava.

Foi o último comercial de Coca-Cola que ela fez. <laughs> E foi ao ar. Então você já passou por várias situações de... aperto. Não, são muitas coisas, muitas coisas, muitas, muitas, muitas muitas coisas. Mas, e e continuando, aí fiz tudo isso aqui em São Paulo, E ãh e me convidaram para ir para a televisão de Recife, a tê vê Jornal do Comércio, Canal dois de Recife. Naquela época não tinha embratel, quer dizer que tinha uma programação local lá e outra programação aqui. Alguma coisa que ia de videotape, por exemplo, as novelas, iam videotape, mas sempre as novelas chegavam pelo menos quatro dias depois que o capítulo passava aqui, passava lá. E eu tive a oportunidade de ir para lá porque o dono da televisão me convidou, me viu trabalhando aqui, gostou do trabalho que eu fazia e me convidou. E me deu toda a carta branca lá em Recife. Então, para mim, foi um prato cheio.

sessenta e quatro. Disso eu me lembro.

Eu fui como coreógrafo, montei um corpo de balé, porque o balé que estava lá era balé de escola de dança. Então, eram todas bailarinas, todas clássicas, sapatilhas de meia ponta ou de ponta, todas... E eu não queria isso na televisão. Eu queria botar mulheres de pernas de fora, salto alto, voar plumas. Eu queria... Vinha com outra cabeça. Cheguei no Recife. E E queria continuar com o teatro. Então eu fui como ator. Fiz muita novela e muito teatro lá. Inclusive fiz uma novela, hum uma das mais conhecidas, que se chama Vingança do Judeu, que lá foi mudado por Somos Todos Irmãos, por causa do judeu, vingança e essas coisas.

Então fiz muita novela, fiz muito teatro, E comecei a cantar. Só que eu comecei o canto completamente contrário ao que faz todo mundo. Que toda pessoa faz um conjunto e aí do conjunto sai e vira solista. Eu comecei solista. E depois terminei com conjunto. Então eu fiz o inverso. Mas eu cantava lá com grande orquestra. Tinha uma orquestra maravilhosa com violinos. Orquestra, grande orquestra. Mas a tecnologia lá naquela época não existia. você cantava com o boom. Ou cantava ou não cantava.
Aquele microfone grandinho.
Lá em cima, uhum, pendurado. Quer dizer, cantei muito lá também.
Isso na televisão?
Na televisão. E e aí fazia tudo, fazia comerciais, fazia eh teatro, novela, tudo. Fazia figurino do do ballet, todas essas coisas.
Era um artista famoso, né? É um artista famoso.

E como que era essa fama? Andar pela cidade?
Ah, mas eu sempre eu sempre me dei muito bem com isso porque eu não não gosto de esconder-me. Compreende? Os artistas são perseguidos porque se escondem.

Veem uma pessoa e fazem isso.

de cidade, você você era casado?

Desde que foi para o Rio. E aí a sua família acompanhava

Sim, a minha família é minha mulher só.

mulher. E aí ela te acompanhava quando?
Sim, porque ela trabalhava em

Ah, entendi.
Trabalhávamos juntos ou não. Muitas vezes ela fazia um teatro e eu fazia o outro. Trabalhávamos em boate, às vezes juntos. Mas sempre a gente terminou dando priori, eu sempre dei prioridade à minha profissão, a minha ao meu sonho. Por isso que eu não tive filho, porque nunca tive realmente, eh nunca me senti em condições de eu parar para criar um filho. Porque ficar pulando do jeito como eu pulei a minha vida inteira, como um canguru com um filho à costa, não dá. Compreende? Eu ia ficar pirado.
E a relação com a família na Argentina?
Bom, eu ia, ou eles vinham, e ficava naquele vai e vem.
Mas daí eles passaram a aceitar.
Ah aí já não tinha nem condições. Aí eles já estavam... Aplaudindo, já estava tudo... Tudo que eles não queriam, se se convenceram de que era isso que eu queria.

Mas então, fiz tudo isso lá, e em um momento determinado, um diretor foi a Paris, voltou para Recife... Ah, tem outra coisa. Está agora. Voltou para Recife e me disse, olha o que eu trouxe para você. E me trouxe um programa do Líder de Paris. Eu fiquei assim alucinado. Com aquelas mulheres, com aquelas roupas, com aquele luxo, com aquela coisa, eu pirei. Eu disse, eu tenho que ir para lá. Eu não vou ficar aqui. E olha que eu no Recife estava muito bem. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. De tanto dinheiro que eu ganhava. Compreende? Ainda por cima, Lá, os carnavais, mesmo depois que eu saí do Recife, eu sempre frequentei os carnavais do Recife. Porque tem o baile do Municipal e o famoso Baú Masquet, que és concurso de fantasias. E eu terminei ficando o concurso fora do concurso, porque eu ganhei oito anos seguidos, em primeiro lugar, em fantasia. E essa em naquela época aparecia na revista Manchete, em naquela página inteira, fotografias. Como
que era lazer? Não era só trabalho também, né? Você se divertia, saía? Como que era
essa época? eu vou perder tempo só trabalhando? Não, mas é lógico, claro. Praia, eu ia para aqui, para lá. Inventavam uma história. Ah, vamos fazer um balé lá na praia. E a gente levava o caminhão, as câmeras, tudo. E a gente se divertia e fazia também.

Mas você tem horários irregulares. E na televisão, no teatro, em todas essas coisas, compreende? Então sempre tem um espaço de tempo. E como eu te dizia, se você gosta da profissão, você mesmo assim se diverte.

E qual não foi minha surpresa, que eles me responderam. Na história de do Lido de Paris, nunca contrataram a ninguém por fotografia. Eu tive muita sorte. Eles me mandaram o contrato a Recife, mandei de volta, me mandaram a cópia, a passagem, E fui para o Lido de Paris. Pedi licença na televisão, ao dono da televisão. Eu fiquei cinco anos de licença.
Daí só em Paris, fazendo trabalhos
Em Paris, trabalhando no Lido de Paris. Entrei como bailarino, mas depois teve uma mudança e passei para primeiro bailarino. Daí o Lido, de tanto em tanto, eles pegavam grupos e mandavam para grandes noites de gala, festas muito especiais. Então, é daí do Lido, o que eu fui, fui para para para o Congo, para a capital, Lomé, e fui para o Cairo, para o Egito, com um grupo de bailarinas.
E como como que era, pensando que você estava no Brasil, daí você foi para fora da América Latina, como que era daí? Essa O ambiente era diferente?
era outra... É muito mais profissional ainda.
mais profissional. As pessoas são diferentes?
Diferentes são, porque, por exemplo, mesmo o Lido de Paris não se fala francês dentro. Só se fala alemão e inglês. Porque o francês não é profissional. Então eles trabalham só com estrangeiros. Os turistas vão pensando, oh, é francês, e não tem francês. O máximo que tem francês é são os garçons. Mas é um sonho aquilo. É um sonho. Porque porque você vai a uma boate e você está de olho fechado, quando acende a luz você se encontra na frente de uma pista de gelo. Termina, acorda assim, pá, uma piscina. Uma mulher fazendo striptease com um golfinho dentro de uma piscina. Então são coisas assim de outro mundo. Tipo Las Vegas. O Lido tem em Paris, que é a sede principal, e tem o Hotel Stardust em Las Vegas. Eu teria que ficar um ano mais no Lido de Paris para ir para Las Vegas, passaria para Las Vegas. E Las Vegas é mais interessante porque o dinheiro é melhor do que em na França.
Você pode descrever para a gente um dia de seu, assim, lá na França, de trabalho? Como que era, mais ou menos, por onde você passava até se apresentar e depois da apresentação como é que era?
O dia de trabalho você tinha que ir pelo menos umas duas horas e meia antes de começar. Eram dois shows por noite. O primeiro era o jantar, para o público, não?

E o segundo show ia à meia-noite.

É meia-noite, uma hora. Era para turistas. Então, o que que acontecia? O show principal era do jantar. E o show segundo era do ano anterior. Ele passava, quando ele envelhecia, o show passava para segundo plano, para turista. Então, você chegava lá, você tinha cada camarim para duo dois bailarinos. Você tinha uma mulher que te cuidava da roupa, você não necessitava nem pegar a roupa, eles te entregam, te abotoam, pá, pá, pá, pá, pá, quando você tira a roupa, eles penduram, eles limpam os sapatos, não sei o que, pá, pá, pá, porque você tem assim pelo menos hum catorze pares de sapatos, todos diferentes, de diferentes cores. Você coloca oito meias, uma em cima da outra, porque você não tem tempo a colocar, você só coloca a primeira e tira a segunda, já é a segunda e vai adiantando. Eu fazia um número que se chamava Ritual Brasileiro, que eu saía com uma uma tanga bem curtinha e um uma máscara com pluma de faisão, uma coisa muito grande, <coughs> e tinha uma bacia com maquiagem líquida, E ficavam duas mulheres, uma na frente e outra atrás, e de pernas abertas, e ele passando esponja, maquiando o meu corpo em uma fração de segundos. Porque lá ninguém entra sem maquiagem. Forçosamente obrigatório. E também tem outra coisa. Você não pode fechar a boca. Porque aí me aconteceu uma coisa. <coughs> Em um dia desses, Foi em sessenta Teve o problema com a Sorbonne, problemas políticos com os estudantes, universidades, tudo isso teve um paro, todas aquelas coisas. E eu perdi o contato com a minha família em na Argentina durante um bom tempo. Porque se cortaram as comunicações, telefones, tudo isso não fun estava funcionando. Correios estavam em greve, et cetera e tal. Então, eu recebi um telegrama Depois que se normalizou a coisa, um telegrama dizendo que o meu pai tinha falecido. Já fazia quinze dias, pelo menos. E Ia começar o show. Aí eu entrei na abertura, logicamente, sério. Depois da abertura fui chamado pela direção. Porque eu não estava sorrindo. Eu disse, acontece que faleceu meu pai. Sentimos muito, mas o público quer ver alegria, está pagando por alegria. E você tem que sorrir. Isso é o que tem essa profissão, compreende? Que você vira um palhaço, praticamente. Porque você está em função do público. Você tem que fazer o que o público quer. Mas, tudo bem. Por causa da morte do meu pai, eu tive que cancelar o contrato do lido.
Para poder voltar para o Brasil.
Para voltar para a Argentina. Para voltar para a Argentina. Porque a minha mãe e a minha irmã não estavam bem. Não tinham ficado bem. Bem no sentido emocionalmente.

Por coincidência, um empresário da Argentina estava no Lido, contratou as Bluebells, que são as inglesas, que são todas parece que são todas iguais, compreende? Dez Bluebells para ir a trabalhar a a Buenos Aires. Aí eu aproveitei e fui como primeiro bailarino. Quer dizer, coincidiu de eu ir já com trabalho. Então eu fiquei um ano em Buenos Aires, trabalhando com as inglesas. Fui seis meses para o Chile, a trabalhar no cassino de Viña del Mar, com as inglesas também, com as bailarinas inglesas. E aqui já me estavam telefonando de Recife para eu voltar porque a licença minha já estava estourando.
Depois de cinco anos, né? <laughs> né já estava estourando.
Exatamente. Aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei em Recife, já a situação já da televisão não estava legal, compreende? Aí demitiram o balé, aí o dono da televisão disse, olha, sinto muito, mas eu vou ter que demitir a você também, porque vai fechar aqui a televisão, vai ser <coughs> vendida.
Você quer dar uma pausa? Para tomar uma água, sair um pouquinho? Se quiser a gente dá uma parada. Hum hum
Já cansou, né?
<laughs> Não, não, é só para
Aí eh me disse, vim para São Paulo. Eu acho que do aeroporto já fui diretamente para Tupi. Na Tupi estava necessitando de um coreógrafo. Aí formei o balé na Tupi, comecei a trabalhar na Tupi. Só que tinha uma casa em São Paulo, na Bela Sintra, que se chamava O Beco. Uma casa noturna. que tinha mini-shows. Era um restaurante dançante mini-shows com mini-shows.

Ele me viu como coreógrafo em na na Tupi e me perguntou se queria trabalhar em na boa em em na Boate também.

Nada empata. Então eu fiquei dez anos como coreógrafo lá. Em o beco.

É uma negra que era estrela do Molinho Rouge de Paris. Que veio para aqui. Eh eh e que mais?

Bom, todos os shows que tiveram no Beco, praticamente, fui eu que montei. E e Eu dançava algumas vezes, mas não necessariamente. Eu, mais que nada, dirigia.
Então você viu a cena cultural, mesmo no Brasil mesmo, mudar bastante, né? Porque você veio no início da televisão e daí depois você passou dez anos ainda trabalhando em São Paulo. Você viu muita coisa mudar, a cidade mudar.
Muito, muito, mas para pior.

O que que você consegue ver como contrastes muito fortes? Contrastes? É coisas que mudaram bastante? Do início, quando você chegou
no Brasil. Simplesmente que estamos no Brasil e se vê um turista e quer ver um show brasileiro, não tem. É a mesma coisa que você ir no Rio Amazonas e e e não existem mais piranhas. <sneezes>

É uma coisa que não tem lógica. Qual és o show que você, por uma casa, que você, para um turista, diga, ah você vai conhecer o Brasil, você vai levar para onde? para uma churrascaria. E o que vai ver de Brasil? Você diz, olha, desculpe, volte em fevereiro para ver o carnaval no Rio. Porque nem o Rio tem show brasileiro. Então, estava assim, cheio, antigamente. Aí, com esses dez anos no Beco, pegou fogo o Beco. Aí eu fiquei com a televisão, mas surgiu eu montar um espetáculo com trinta pessoas para ir ao Salão do Automóvel em Frankfurt. Aí montei e fui para Frankfurt. Só que de Frankfurt, a coisa virou uma bola de neve com as trinta pessoas. Encurtando, fiquei oito anos, fiz a costa de Marfim, na África, Abidjan, fiz Congo, novamente, que já tinha feito com Lido, Filipinas, Indonésia, Japão duas vezes, México, São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque, Chile, ãh Bali, que mais? Bom, Indonésia foi Jakarta, capitais, em Filipinas foi Manila, Bom, o único lugar que eu não fui foi na Aus Austrália.
E como chegaram a entrar em contato com essas esses diferentes lugares, a recepção... Ah, para mim
Para mim é fantástico. A última viagem que eu fiz foi bem mais recente, faz uns oito anos, a última viagem que eu fui. Fui três meses à China, Xangai, e dezessete cidades da China. Fomos para um intercâmbio cultural com a Secretaria de Cultura de lá. O resto das viagens foram todas por intermédio do Hotel Intercontinental Cinco Estrelas. A gente fazia... Você vê, aqui não tem. Lá fora fazia show brasileiro. Compreende? Nos hotéis Cinco Estrelas, em em todos os lugares. E e em agora, e e para a China, fomos para teatro. fazer representar o o Brasil. E E por intermédio do Itamaraty também fomos. Muitos espetáculos fizemos. Feira do turismo em Paris. Depois fizemos outra feira no México, em Acapulco. <coughs> Inauguramos uma loja da Varig na época em Londres. Quer dizer, me cansei de viajar. Já chegava nos aeroportos, não sabia o que se falava, nem onde estava. Compreende? Estamos aonde? E aqui se fala o quê? Assim, desse jeito. Eu disse, chega, não viajo mais. Cheguei em São Paulo. E eu vou fazer o quê? Vou montar um conjunto.
E por que São Paulo?
Bem, porque eu já tinha um apartamento aqui. E depois o rio eu não gosto. Esses dois anos que eu estive no rio de começo, eh eu não gos eh tenho lembranças ruins. Porque eu fazia televisão, boate, teatro e cinema. Eu só olhava praia.

Quando todo mundo ia para a praia, eu ia trabalhar. Então isso me traumatizou muito, de não poder curtir a praia. E depois o Rio de Janeiro, naquela época, não és o Rio de Janeiro de hoje.
Por que não como era o Rio de Janeiro? Porque não, não
Hoje eu não vou nem que me paguem a passagem de avião. E era o que eu fazia, porque com o conjunto a gente pegava o avião aqui, a ponte aérea, eu fazia o chacrinha lá, terminava o chacrinha, pegava o o o carro, me deixava no aeroporto e voltava. Nem ficava lá de noite, nem jantava, nem dormia no hotel. Não gosto. Naquela época, eu trabalhava... Você conhece bem o Rio?
Conheço um pouco.
Então, Posto um e Posto seis. Uhum. A minha A minha mulher trabalhava no Posto seis, em uma casa que se chamava Pigalle. E eu trabalhava eh em outra boate que se chamava Fredis, em no Posto um, onde está o Hotel Me eh Meridian, hoje em dia. Eu ia a pé... Às três da manhã, pela praia, com corrente de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro, tirava o sapato e ia lá. Vai hoje a fazer uma coisa dessa. Então, para quê? Você em que momento vai curtir uma cidade com com eh com esse clima, com esse com essa tensão? São Paulo, a mesma coisa. Em compensação, em na China, você pode fazer o que quiser. Em um shopping, que aqui em no Brasil não tem um shopping como lá, da grandiosidade, não tem, como na China. Gente sabe a população da China como é, não? Assim o shopping. Metia a mão no bolso, Caiu um rolo de dinheiro, vieram atrás de mim para me entregar. Eu esqueci passaporte, câmera fotográfica e minha pochete dentro de um trem. Me chamaram e me devolveram.
Aqui isso é mais difícil <laughs> de
Não vi um polícia, não vi uma agressão. Eu andava quatro e meia da manhã em bairros de aqueles tenebrosos assim. Mas Você... Gente deitada no chão, dormindo, a maleta de lado.
Mas aí você voltou para São Paulo, você ficou aqui.
É, voltei para São Paulo.
Você estava casado ainda, continuou
Não, eu me estive casado onze E nos separamos, mas nos separamos em termos. Porque, em realidade, nunca nos separamos. Ela casou novamente, mas eu fazia parte.

Eu já conhecia, porque havíamos conhecido juntos. Praticamente porque a gente veio trabalhar na Record e ele já estava aí. Então conhecíamos juntos. Depois eu me separei e eles casaram. E em ele tinha apartamento em Guarujá. Mas um quarto era meu. E a chave do apartamento eu tinha. E eu tinha roupa lá.
Mas como se dava essa relação toda?
Não, maravilhosamente bem. Ele gostava muito de mim, eu gostava dele, ele gostava dela, eu gostava dela. Nunca existia nenhum

Posso te dizer que foi melhor depois da separação que antes. Porque quando estava casado era muito ciumenta, era muito problema, muita coisa, não sei o que. Pá, pá, pá. Depois que a gente se separou, ficou uma amizade, tan tanta confiança, tanta coisa, digamos assim, de... Só existia eu.

E até hoje vocês são amigos? Faleceu ela.
Ela faleceu. E ele também. Faleceu. E você Mas ela faleceu na em em nas minhas mãos. Porque foi a pessoa que quando ficou doente, fiquei eu e eu e o e o marido ao lado dela. Ela tinha muita confiança em mim. Eu dava muita força a ela.
Compreende? Porque vocês se casaram novos, né?

Mas com todas essas viagens, com tudo isso, é que eu preferi a minha profissão a constituir a família. Porque eu acho que a pessoa realmente fazer uma vida como a que eu fiz, ou trabalhar em um trabalho que eu trabalho, e ter uma família, não seria aquela família que eu gostaria que fosse. De você estar partícipe, você participar com o filho, de com a mulher, com não sei o quê, pá, pá, pá. A coisa teria que ser mais casa. Agora um pai ausente, Eu não não gostei disso. Mas, voltando, depois de todas aquelas viagens que fiz por todo o mundo, eu disse: Me cansei de viajar. Eu disse, vou aproveitar agora todos os conhecimentos que eu tenho. <coughs> Bom, fiz filmes aqui em São Paulo, uns cinco filmes, na década de Fiz com...

Fiz com... Eh Oh, meu Deus.

E o último filme que eu fiz, fiz uma participação, uma coprodução alemã, brasileira, que é A Vida de Villa-Lobos. Então eu faço de um amante da secretária de Villa-Lobos em Paris. Fiz cinema em na França, uma coprodução em anglo-francesa e em no Chile. Também fiz. Quer dizer, você vê que estou em todas. Estou em todas. Então, eu digo, vou aproveitar e vou montar o conjunto.

Ninguém acreditava nada.

Porque não existia conjunto como o meu.
Como era o conjunto?
Um conjunto que usava fantasias, caracterizava, não era dança, era teatralização. Quer dizer, comecei em setenta e nove, antes de setenta e nove não tinha conjunto que dançasse. A única pessoa assim, mais perto do que eu estava fazendo, o Ney Ney Matogrosso. Mas sozinho Mas conjunto não. Então, nós fomos os primeiros que eu coloquei uma morena e uma loira. Coisa que esse título depois foi roubado de mim. Mas o primeiro conjunto que teve isso era foi eu que coloca.
E quanto tempo durou?
Quinze anos.

E fizemos muito sucesso. Muito sucesso. Aí meio saiu o tiro pela culatra. Porque eu não queria viajar e terminei viajando mais.
Foi também para o mundo todo?
Não para o mundo todo, não. Eu fiz Venezuela, Chile, Buenos Aires. Mas aqui, a gente andava de avião táxi, de jatinho, porque não batiam os horários de avião de linha. E quando pegava um avião de linha, a gente entrava maquiado cheio de purpurina, porque não dava tempo, a gente chegava a fazer três shows em uma noite.
Em lugares diferentes?
Em lugares diferentes. de uma cidade a outra. Nós fomos os primeiros artistas que fizeram show no Projeto Jari. Sabe onde és? No meio do Amazonas. E

se comprou uma fábrica de celulose no Japão, ou se mandou construir. Fábrica de celulose são blocos, como se fosse um prédio de quinze ou vinte andares. Esses dois blocos vieram pelo mar, já colocados, já já em pé. Foram transportados em balsas. Desde o Japão. Até o Amazonas. Quando chegou em no Amazonas. Entrou no rio. Juntaram. Fizeram as conexões. E aí entrava os troncos por um lado. E do outro lado já carregava os navios. Com a celulose já imprensada. Esse projeto. Para fazer tudo isso tinha muita gente, e então se se formou o projeto Jari. E E aí fomos a fazer show nós. Para chegar lá, a gente teve que usar dois teco tecos, avião de um motor, <coughs> que iam a praticamente assim raspando as copas dos árvores.
E foram vocês e as maquiagens?
E aí as maletas e nós e e tivemos que deixar algumas coisas mais pesadas em outra cidade porque não dava para carregar tudo. Eles não acreditavam muito, a gravadora não acreditava muito em Gensis Khan. Uhum. Disse, não, mas você é muito manjado, não sei o que, o meu cabelo era aqui. Muito mais comprido. Eu disse, bom, mas eu raspo. Ele disse, você está maluco, você vai raspar a cabeça? Eu digo, raspo. Ele disse, bom, vamos falar amanhã. No dia seguinte eu apareci na gravadora e a cabeça raspada. E com um rabo aqui. Aí eles ficaram alucinados. Pô, a figura tua, eu tinha bigode até aqui. Um bigodão assim, caído. E aí gravamos a primeira música, estourou. Mas assim, pá, explodiu. Na segunda música, estourado. Porque a gente lançou uma música que se chama Moscou. Justamente no ano das Olimpíadas de Moscou.

O que que aconteceu? A Globo pegou e colocou como característica em todos os jornais das Olimpíadas, a música nossa. E lá estava estourando. Tudo em inglês. Aí a gente... E e a e e mudávamos o visual totalmente. Totalmente o visual mudávamos. Aí naquela época não existia As meninas a menina, a morena, tinha o cabelo na cintura. Ela deixou só aqui. Raspou tudo. A gente fez uma reportagem na rua Augusta, Elas Carecas, e nós também, e o trânsito quase que se mata. A gente é assim. Ela tinha um piercing de aqui com uma corrente que ia até a orelha. Em setenta e nove. Quer dizer, ninguém tinha piercing naquela Então, fomos avançando muito. Fizemos até o Fantástico. Tudo quanto era programa. A gente chegou a fazer duas pontes aéreas em um dia para o Rio de Janeiro. Fomos fazer um programa, voltamos para aqui para fazer Qual é a música do Silvio Santos. E voltamos para fazer Geração oitenta lá. Outro programa. Programa da Xuxa, fiz em na Globo fui na Manchete com ela. É, isso é da nossa época já. <laughs> Então... Da Manchete? Da Xuxa não, duvido. Então, aí a gente gravava em inglês. Aí eu falei para a gravadora: Bom, agora quero mudar totalmente. Porque acontece o seguinte, eu tenho uma proposta. Quando eu quero fazer alguma coisa, vou. Mas uma vez que cheguei, perdeu a graça. Aí eu já estou olhando outra. Quando eu consigo, largo. Eu sou inconstante. Nesse ponto. Então a gente estava com sucesso, sucesso, sucesso. Eu quero gravar uma música para criança. Que não tinha ninguém que gravava. música infantil naquela época. A Xuxa estava começando com o programa, mas não tinha gravação. Angélica nem existia.

Não tinha ninguém. Então a gente fez comer, comer. Só que da música gengiscã de Moscou, de Roma, para comer, comer, É um dilúvio de distância. Porque aquilo aquelas músicas são todas agressivas. É todo de caras feias, com punhos fechados, com posturas, são guerreiros, são espadas. Vestidos de cozinheiro com barriga postiça. Aí, a gravadora disse, desculpa isso, mas vocês vão se ferrar. O público não vai aceitar. Dito e feito. Quando a gente apareceu, o público fez assim.

Não sabia se sim ou se não. Mas depois fez assim... Em oitenta e cinco, na internet, a lista das músicas mais tocadas no mundo, as cem músicas mais tocadas no mundo, em oitenta e e cinco <coughs> A está em
Fez um sucesso grande, estava associada a uma novela também, não estava?
Sim, trouxe em Chispitas, foi trilha sonora. Mas a gente já teve trilha sonora também da Globo, compreende? Mas a gente fez tudo, tudo, tudo, tudo, tudo o que tinha direito.

Shows, já te digo que a gente viajava de jatinho, a gente ia para uma cidade, deixava o jatinho lá, fazia o show, voltava, pegava o jatinho e ia para outra cidade.

Aí o que que aconteceu? Estava indo tudo muito bem, mas em noventa e quatro paramos para umas férias. O outro rapaz, que era uruguaio, foi para a África. Quando voltou, duas horas antes de chegar o avião aqui, ele faleceu dentro do avião. Aí eu já tinha mais ou menos as músicas preparadas para um novo Aí me descontrolei todo. quinze anos trabalhando junto. Não necessitava nem falar com ele. Com ninguém. Só olhando já sabia o que o que era para fa ser feito. Logo depois, adoece a loira. Mais um humano morre.

Aí já para mim, Mas tinha perdido toda a graça. Porque aí teve uma série de problemas assim, de mortes. Faleceu minha mulher, ela estava doente. Depois faleceu o marido dela, não sei o quê e pá pá pá. Foi tudo muito confuso. Aí depois pediram... e tinha um reviver dos anos oitenta, et cetera e tal. Aí eh me chamaram para fazer show. Você conhecia a Trash?

Pelo menos uns dez shows lá.

Fiz o primeiro aniversário. O segundo aniversário. O terceiro aniversário. No meio. Fiz e fiz tantos shows lá na trash.

Peguei outras pessoas. Duas pessoas a mais. E coloquei. Essa coisa já não funcionava. Não era do meu agrado.

Eu parei.
Isso foi mais ou menos Você lembra? Ah
Dois, três anos atrás. Que ainda a última vez que participamos foi... A gente cantou lá quando tinha o palco na na Parada Gay. Não este ano. Acho que dois anos atrás. Que tinha o palco lá na Gazeta. Mas... É muito difícil você... Conseguir o que eu tinha lá, naquela época. Então, me tive que contentar com isso. Moral da história, se você pegou uma máquina de somar e começa a somar os trabalhos que eu fiz, por onde estive, não sei o que pá pá pá, você vai somar pelo menos cento e cinquenta anos. Porque eu realmente vivi muito aceleradamente, fiz muita coisa. E muita coisa que ficou ainda... No esquecimento, compreende? Porque tem mil e uma histórias por diferentes caminhos, por tudo.
Tem uma história assim que te marcou muito desses anos
Ah, tudo.
Eu eh... Alguma coisa que
Eu acho que tudo. Tudo me atinge, que marca quando eu consigo o que eu quero. Então aí, mas é como eu te digo, eu consigo, mas depois termino... O conjunto terminou acidentalmente, tá? Mas eu gostava muito. Hum Mas se eu pudesse voltar com a mesma pessoa, não sei se hoje em dia ainda estaria.

Não sei, me enjoo. Não, que quero outras coisas. A verdade não é que me enjoo, é que quero outras coisas. Porque você vê, estava em Recife muito bem, ganhando bem. Mas já fui para Compreende? Queria mais. Eu estava em Paris, mas já estava vendo para ir para Las Vegas. Então é tudo assim. Se eu cantava sozinho, tenho partituras, um monte de partituras assim, cantava sozinho, para que queria ter um conjunto depois? Mas, isso me meteu na cabeça. Eu eu vou dar uma balançada aqui no Brasil com esse conjunto, que não tem, depois do meu veio Los Angeles, veio o Chan, dizendo a loira e a morena. Está bom. Este... Teve muitos conjuntos depois. Mas... Nenhum como o meu. vai ter que rebolar muito. Porque não é fazer. É saber fazer. Como eles querem montar um conjunto?

Se eles não têm a experiência que eu tenho... A vivência que eu tenho, a visão que eu tenho. É difícil, compreende? Porque acontece o seguinte, as roupas, eh todo mundo elogiava as roupas. Era eu que determinava quais eram as roupas. Eu dizia, quero isso assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Essa cor, outra cor, essa cor com isso, com outro, não sei o quê, papapá, papapá. E Isso não com... Deixa comigo, é assim.

Eu tenho onze anos de escola de belas artes. Eu sei misturar as cores. Eu sei como funcionam as cores. Sei como se chega a uma cor, a mistura que você tem que fazer. Agora, um cara que canta vai dizer, ah fica você de vermelho, você de azul, você de preto. Qual é a noção que tem?

Então, tem que ter bagagem e saber pisar para você poder dirigir. E sempre eu dirigia. Essa és uma das coisas que eu, geralmente em relacionamentos... eu me debato muito, porque eu não sou fácil de ser dirigido. A não ser quando eu tenho uma diretora, tudo bem, dirija. Mas vai ter momentos que eu vou dizer por quê. Eu questiono muito. Mas eu tenho um poder de li de liderança eh nato. Não é que eu queira. Hum A pessoa, por exemplo, se tem um grupo de pessoas, eu sem querer, eu começo a a dominar a situação.
E você chegou a se casar novamente?

Justamente por causa disso. Porque mulher geralmente, e agora vou apanhar... É muito difícil, mas a mulher gosta um pouco de manipular, de impor certas coisas. E comigo, menina, não tem nenhum papa que me imponha nada. compreende? É muito difícil. E se eu tenho uma pessoa que eu manipulo com muita facilidade, não tem graça nenhuma. Quando existe uma resistência aí, é melhor.
E hoje em dia você está morando aqui no Brasil.
Sim, sim. Mas não definitivamente. Porque o dia que eu diga vou ficar definitivamente, pá, pronto. Aí já me suicido. Estou sempre em aberto.
E você continua?
Se alguma companhia de aviação passa por aí e me leva para outro lugar.
E você continua trabalhando, então?
Sim, sim, estou fazendo. Eu faço agora atualmente, faz uns três anos, eu monto um espetáculo de Natal em Campos de Jordão. Vou lá, pego as bailarinas, ensaio lá e depois... e <coughs> E depois monto o espetáculo que é feito em dezembro. Água livre para a prefeitura. São três anos que eu faço isso. E faço... a CI CIPA, creio que se chama, és a Associação de Comerciantes em Santo André. No domingo, antes de Natal, tem uma festividade com crianças e aí eu monto também o espetáculo. Fora os as dublagens, que eu fiz várias novelas da Globo, inclusive o Sertão Veredas, e eu dublava sempre a Rubem de Falco. Agora ele faleceu. Mas eu faço este para a língua espanhola vários trabalhos.
Então, dessa sua trajetória Eu acho que é muita coisa, você deve trazer muita coisa, mas o que que você traz eh que eh que ficou muito forte para você nesses anos todos de trabalho, convivendo sempre com essa... correria. Olha, eu poderia eu poderia dizer o seguinte, eu não sei se fiz certo ou errado.
Só sei que eu fiz a minha vida. Eu trilhei, fui eu, ninguém me levou. eu di direção à minha vida, fazendo o que eu queria. Pode ser que tenha perdido oportunidades, mas é muito difícil você ir por dois caminhos à mesma vez, apesar de que eu... Por exemplo, você pode dizer, bom, mas fez muita coisa e não fez nada. Até concordo.

Porque eu nunca me afirmei em nada. Eu sempre quis tudo. Porque eu poderia ter feito teatro, E nada mais. Mas acontece que eu, estando fazendo teatro, estava vendo dança.

Aí eu vou. Aí, quando estou fazendo isso e isso, aparece o canto. Ah, mas eu também posso fazer.

Então, eu fui.

Eu fui deixando um pouco o teatro, porque eu sei quando eu era muito novo, eu tinha a cara de de bebê. Muito novo. E tem outra coisa. Agora que falei isso, me lembrei de outra coisa. Você conhecia a Rodia.

Rodia. É de tecidos. Rodia é de tecidos. Você ouviu falar da Feniti.
Sim, a Feira. Mas
Feniti. Então, a Rodia tinha uma equipe grande, que era a única equipe grande de manequins. Eu era um deles, da Rodia. Mas o que que acontecia?

E eram manequins homens, mas homens. vestindo terno, vestindo roupa esporte, não sei o que vem mais. Homens. E as mulheres eram mulheres. Não eram crianças, como hoje tem.

Porque você vê o desfile de modas de Givenchy, de Yves Saint Laurent, de Dior em Europa, não tem menininha. Não são crianças. São mulheres. Tipo Gisele Bündchen para lá.

Então, em naquela época, tinha esse esse tipo. Hoje em dia, você vê essas eh Fashion Week.

Que homens tem? Artista da Globo. Menino da Globo. Mas quando foram manequins? Será que sabem vestir-se? Elegância é uma coisa. O que dizem hoje que se faz, que fica elegante, eu não acredito. Eu não acredito. Para mim, elegância, pela minha própria época, que fui criado, que vivi, não sei o que pá pá pá, elegante é aquela elegante Perfeita, aquele sapato maravilhoso, muito bem vestida, a joia, o vestido bem cortado, bem saber andar, bem não sentar-se de perna aberta e com... Para mim a elegância és isso, mas hoje em dia os conceitos são outros. Compreende? Aí ou você concorda ou não concorda, mas sei lá, não sei, muita coisa mudou. Só sei que a modernidade veio, mas eu não sei se é para o bem ou para o mal. E Porque quando eu comprei meu apartamento, O prédio era maravilhoso, com jardim em na frente, uma entrada toda de pedras, com uma porta lá dentro de vidro. Não sei o que pá pá pá Hoje é uma gaiola, o prédio. Tem grade feito jaula.

Você comprava um carro? E abria os vidros, colocava o braço de fora com Rolex brilhantes para que todo mundo te visse. Hoje compra um carro preto e coloca-se um filme para que ninguém veja. É melhor a vida ou pior? eu vou te dizer uma coisa chegando a religião tem muita coisa que eu não sei se existe a reencarnação mas se existe a reencarnação eu vou tratar por todo o meu de ficar em um cantinho e não voltar não porque as coisas não estão pintando bem eu estou vendo as coisas cada vez pior você que idade tem?
vinte e dois. não viram nada
Mas talvez por, se te falo de que numa época todo mundo andava com joias em na rua e se mostrava e e se podia lucir e não sei o que pá pá pá, você sabe que isso é realidade. Hoje não pode. Quer dizer, tem um celular maravilhoso que vê até televisão, mas não pode levar joia. E o celular com uma corrente. Porque te arrancam de a mão Está bom. Não sei.
Agora, tem alguma história outra que você queira relembrar para a gente terminar? Alguma coisa que você queira...
Não, eu acho que que tem muita historinha pequena, tem histórias grandes, eh mas eu posso te dizer que, em realidade, fico muito satisfeito. Eh Queria, talvez, eu tenho certeza que alguma coisa ficou, alguma coisa de tudo que eu fiz ficou. É as minhas pinturas, por exemplo. Quer dizer, as pinturas, se não jogam fora ou botam botam fogo, elas vão continuar por aí. Mas a satisfação... Você acha que hoje as pessoas se interessam pelas outras? Quero uma resposta.

As pessoas têm medos uma das outra. Você vai pela calçada, você dá um espirro, a pessoa da frente faz assim. Se você aparece de golpe, leva um susto. Estão todas traumatizadas as pessoas. Têm medo da sombra, têm medo do que vem atrás. Se você vai muito perto de uma pessoa, a pessoa já fica assim. Ou para para te deixar-te passar. Antigamente a mulher pegava uma uma bolsa, maravilhosamente, hoje vai assim. Se és uma uh uma bolsa cara. Aonde que vai chegar isso? Por isso te digo que eu aproveitei, fui feliz dentro das minhas condições, vivi muito bem. Usufruí muito bem de uma época que realmente as coisas chegavam fáceis a você, compreende? E As viagens eh patrocinadas, primeira classe, hotel cinco estrelas, eh convite para aqui, carros de lá, não sei o que pá pá pá, fui feliz, compreende? Viajei, conheci o mundo e ainda me pagavam.

Quer dizer, não tenho ninguém a quem deixar as coisas. Eu vou me matar por juntar dinheiro a troca de quê? E depois também tem outras coisa. Essas grandes fortunas, ou gente que junta muito dinheiro e depois morre. A família... E o desgraçado que foi para lá, para o outro lado, suou para juntar dinheiro. E quem viveu depois bem foram os outros que gastaram. Porque as fortunas você viu como desaparecem.

Praticamente não tem ninguém, ela. Leilou toda a joia dela, o brilhante de água marina e todo aquele Porque não tem nem filho. O único filho que tinha morreu.

E ficou lá sozinha. Com uma fortuna, o que que vai fazer? Claro que viveu bem. Agora, uma pessoa que junta dinheiro e não vive bem, e não desfruta. Então, eu vivi bem, fui feliz. Se tivesse escolhido outro caminho, não sei qual seria. E se seria tão bom quanto. Não me decepcionei. Pequenas decepções sempre se tem. Mas não fui um fracasso. Isso que me deixa tranquilo. Que tudo o que me propus, consegui. Então, não me considero um fracassado. Me considero um vitorioso.

Porque fui conhecido aqui. Fui Porque também o brasileiro aqui é memória curta. Claro, que do jeito como eu me transformo, não me vão a conhecer nunca.

Porque a última vez, quando voltei com Gensis Khan e tinha o cabelo este, chegava aqui. Mas de aqui para aqui era todo careca. Só amarrado aqui. E aqui tinha uma tampa de metal. Quer dizer, depois me veem na rua e não me vão a conhecer nunca.

Então, quer dizer, fui conhecido na em na Europa, fui conhecido na Argentina, fui conhecido aqui, mas o ser conhecido é apenas uma satisfação meia de vaidade, que ele não te leva a nenhum lugar.

Porque sempre acontece isso, quando te conhecem muito, você vai correndo voltar ao para que não te conheçam. Então, para que tentou ser conhecido? Não vale a pena. Mas é isso. A próxima gravação fazemos lá.

Do outro lado. Se existe. Se existir alguma coisa.
Então, eu queria agradecer muito.
Eu agradeço a